E eu queria que você falasse para a gente o nome completo, data e local de nascimento.

Apesar de meus pais serem de fora de São Paulo, minha mãe ser da região do Nordeste do Piauí, meu pai ser do Ceará, mas me consideram paulistano porque vivi uma época de São Paulo assim bem... Estava São Paulo estava começando, onde todos os imigrantes e migrantes eh tinham um bom convívio, e era uma cidade mais humana.
Eh eu queria que você contasse falasse o nome dos seus pais. E se vocês sabem você sabe como eles se conheceram, a história deles um pouquinho.

Minha mãe já vinha de um segundo casamento, um pouco mais velha que o meu pai. E e o meu pai foi o primeiro casamento. E meu pai trabalhava no comércio, na época com Vendia pã, roupas, essas coisas né. Trabalhava na parte de de de tecido né. Vendia tecido para a alfaiataria na época.

E conheceu minha mãe, que na época trabalhava eh num restaurante né. Trabalhava de cozinheira num restaurante.

E depois foi quando eu nasci em oito do seis... eles se conheceram em mil novecentos e cinquenta e sete e eu nasci em mil
e sessenta E quais as lembranças que você tem deles, assim, o jeito que eles eram
A lembrança que eu tenho assim eh da minha mãe era uma pessoa que né, com aquele todo aquele sistema, acordava muito cedo né, já já era fã de rádio né que. Eu lembro que era o único aparelho que a gente tinha em casa, era um rádio né e. E nós não tínhamos televisôes televisão nessa época e fui ter televisão só em mil por causa da Copa, mas antes era o rádio e minha mãe era uma pessoa assim que acordava muito cedo né já para pre para preparar as coisas e e a gente ouvia muito rádio. E era uma pessoa que cantava, gostava de cantar, de de brincar. Era uma pessoa bastante alegre. E E meu pai já era um pouco mais sério, tudo, mas também, sabe? E ele E eles tinham uma boa relação com os vizinhos né, uma com a vizinhança. Minha mãe era daquelas que fazia alguns pratos e e levava para a vizinha. A vizinha também, quando fazia, e tinha até uma brincadeira que não po... Devolvia-se a vasilha, mas não devolvia vazia né, entendeu? Sempre com alguma coisa. ganhava e...

Então, isso era muito foi muito importante na minha infância.

E nessa época a Praça da Árvore tinha árvore, né? Tinha coreto, tinha árvore. Aos domingos a prefeitura pagava alguns alguns músicos que iam lá tocar, serenata, tocava as coisas. Era muito muito legal eu conseguir ver essa cidade assim. E era uma cidade mais humana né. Por exemplo, minha mãe, se alguém estava doente, preparava-se chá, remédio. era isso que eu que. Foi uma foi uma coisa assim muito bonita que eu vi de São Paulo, que aos tempos a gente vê que sumiu, acabou. E
E como era a sua casa, a casa onde você
A nossa casa sempre foi simples, né? Foi aquela casinha simples, com quartos eh. Algumas era quarto, cozinha, não tinha sala, né? Mas essa cozinha era um pouco maior, então se fazia de sala e. E eu fui criado assim, onde todos sentavam numa mesa, né? A gente não tinha o sofá, né? Ah o O artigo sofá. Então, tudo que se discutia, tudo que se recebia alguém era na mesa da cozinha. Então, era uma casa pequena né e e que a gente tinha essa tinha esse jeito de viver.
E você lembra assim de algum costume que tinha na sua família, alguma tradição?
Ah, sim. Eh Semana Santa, por exemplo, minha mãe fazia paçoca né, que é pegar o o o amendoim e a farinha e fazer assim essa igual igual essa paçoquinha. Então tinha paçoca, canjica, eh época de... São João fazia-se fogueira mesmo né, porque a gen o nosso quintal era de terra né, tinha o quintal de terra. E uma das coisas que eu não esqueço assim como criança é que quando chovia, até hoje isso me lembra na minha fase de adulto, é que quando chove e eu olho para uma janela eu lembro que muitas vezes eu ficava olhando a chuva pela janela com vontade de brincar, mas como o quintal era de terra e por causa da chuva a gente não podia brincar. <laughs> Então você ficava preso dentro de casa. Então sempre foram casas com quintal, a gente nunca morou na época, não se morava em apartamento, essas coisas assim né. Não era a a habitação da época, eram muito poucos que tinham.
Quais eram suas brincadeiras preferidas? Ah
Brincadeiras pe preferidas sempre foi assim eh eh pião, bolinha de gude, eh empinar pipa, O que mais? Jogar bola, né jogar bola, isso era o mais, até o mais fácil, sempre estava acontecendo né. Ah, e uma coisa que a gente que eu gostava muito e hoje vejo e e, nós na época jogava o taco. Jogar taco era fazer umas casinhas na qual a gente punha as madeirinhas, né? E E com uma bolinha de borracha, tipo de carmuça, que a gente falava, que era uma bolinha de carmuça, a gente batia com um pedaço de madeira e ali, conforme a bola ia longe, a o as pessoas que estavam com o taco, cruzavam o taco e faziam esse ponto né. Então isso e e E o ponto maior era quando derrubava casinha também, mudava-se, trocava-se o taco quando derrubava casinha e a pessoa... Por que derrubava casinha? Porque a pessoa que estava com o taco não fez uma boa tacada e deixou bater na casinha e derrubar. Isso eu lembro muito bem, era muito gostoso assim. E jogar botão também. Uma das coisas que eu gostava muito era jogar botão. Jogo de botão, de futebol de botão. Tinha campeonato, tudo. Isso foi até os meus dez, onze anos de idade né.

E por que é que vocês mudaram?

E o sonho do meu pai era comprar um imóvel próprio.

Na época era muito difícil mesmo, porque não tinha ôni os ônibus chegavam até um determinado chegavam até o Jardim da Saúde né.

Tinha que andar a pé ou seja, andava quinze, vinte minutos para chegar no local de ônibus para poder acessar o bairro Praça da Árvore, que já era desenvolvido eh, Santa Cruz, Vila Mariana, e assim sucessivamente até chegar a Paulista, Centro, Bela Vista, que eram os bairros mais desenvolvidos né.

Tinha água encanada, tinham luz e as as a e a e e tinha muito mais acesso a transporte, tinham mais colégios.

e espalhava pela pela avenida do Cursino né a. A primeira aviação de ônibus a chegar até o local no meu bairro foi a, que era da Cê êMe Tê Cê, então era a companhia Cê êMe Tê Cê, que era do governo na época, não tinha companhia privada, que levava a gente até, era pública, que tinha ônibus até o bairro da Vila Moraes. E a a a coisa era cascalhada.

E acascalhada e a primeira a ser asfaltada foi a Cursina. A primeira a vim água encanada foi a Avenida do Cursina. E assim sucessivamente. Então, fui criado assim, desse jeito aí. vocês
Tem alguma história que marcou a sua infância que você queira
Uma das do das das a... a história que marcou muito a minha infância assim, que eu lembro até hoje, até pela minha profissão, por ser contador e advogado e mexer com a parte econômica e tal, e e ser obrigado a estar sempre atualizado com índice, economia e tudo mais, foi uma passagem que eu me lembro muito bem assim, que era um dia típico de de frio de São Paulo, deveria ser maio ou junho, que a minha tia me arrumou, minha tia que era viúva, tinha acabado de ficar viúva, isso deveria ser pelo ano de mil novecentos e sessenta e cinco ou sessenta e seis, e ela ela me arrumou, assim, colocou uma roupa para sair, que antigamente, quando a gente criança, ficava de calção, camiseta, calção ainda é... Nessa época não se usava cueca tá, não tinha as orbinha, todos os meninos usavam só um calção, <laughs> e... E aí ela colocou uma roupa, que a gente né sempre tinha uma roupinha para sair, mais adequada e tal, né? E ela colocou, a gente já sabia que ia sair, né? Porque via já preparando aquela roupa, eu saí com ela.

E na Praça da Bandeira tinha lá uma um posto do exército né, com os rapazes do exército ali recebendo, onde ela foi lá doar, ela doou as duas alianças, na época, para o exército, e recebeu uma aliança, onde chamava... Nessa aliança vinha dizer eh eh... Vinha agradecendo que a pessoa tinha doado ouro para o bem do Brasil. Que depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que isso era para pagar uma dívida externa e tal, mas nunca soube direito o desenrolar dessa história. mas nunca vou esquecer de estar saindo ali pequeno, ainda colocava-se um chapéuzinho na gente, eh um casaquinho, era uma coisa bem assim eh, o paulistano se vestia muito bem na época né, com muitos acessórios, porque era frio, estava um dia de frio, nublado e com uma garoa muito fina, e eu fui com a minha tia ao centro de São Paulo, fazer essa doação, que até hoje de adulto passo naquele local e nunca esqueço mais essa passagem.

E eu nunca esqueço, de garoto são coisas que a gente marca. Quando uma pesso um um uma pessoa de que tinha doença mental fugiu desse hopí hospício, da Rua Major Marigrian, e subiu num poste né onde estavam ali enfermeiros, pessoas do hospício, polícia na época, o bombeiro, tudo tentando, e o pessoal da época da Light, Estava desligando a energia porque essa pessoa subiu no poste, próximo aos fios de alta tensão, e aonde ela podia morrer eletrocutada. Essa pessoa gritava, dizia que não ia descer e tal. E tiveram que tomar essa medida com muito ca cuidado. O bombeiro foi lá e e conseguiu tirar essa pessoa do poste, onde foi aplaudido por todos os vizinhos e tal. Foi uma coisa que eu nunca esqueci.

e ele era um dos pracinhas e que estava internado nesse hospício. Toda vez que ele ele ficava ali durante o dia, deixavam ele transitar normal, o próprio hospício soltava ele, ficava ali, ele frequentava a região e à noite ele vinha dormir no no hospício. Só que quando passava algum fazia barulho, ele tinha crises. E essa crise, por exemplo, se ele dava gritos, se esco deitava no chão, ou se estivesse passando o ônibus, ou estivesse passando o bonde, ele chutava a lataria do bonde e gritava.

Então, isso era... a gente atravessava ali, e ali era chacras, tinha muitas chacras. E passava o rio, e não existia vinte e três de Maio. E não existia o Detran também né hã.
Você nadava nesse rio?
Era um córrego de água limpa, mas as pessoas... Eu não. Eu era Primeiro porque eu era muito garoto, e era um córrego de água limpa, que deve ser aquele mesmo córrego que hoje está dentro do Ibirapuera. Ele era um córrego de água limpa. Hoje a gente sabe que era uma água limpa, mas tinha pequenas pontes de madeira feitas, acho que pela prefeitura ou pelo pessoal local, que dava acesso para a gente ao Ibirapuera, mas não se praticava nenhum nado.
eram essas idas ao Ibirapuera? Como é que vocês brincavam?
Isso, a gente brincava né, brinca levava bola, aí quem tinha pequenas bicicletas levava bicicleta e piquenique. Eu lembro que né as as mães levavam a as tortas, esse tipo de comida que não era perecível e que a gente podia passar a tarde inteira. Eu lembro que o os adultos levavam assim eh eh jogos como carta, baralho, essas coisas né, e tinha uma época que eles fizeram provi improvisaram uma pistinha de malha e principalmente o pessoal, que os mais velhos, que eram da Itália lá, levavam as malhas para depois brincar de jogar malha, que eles mesmos improvisavam o local, o terreno, e sempre reclamavam porque não era tão lisinho como deveria ser, porque eram eles mesmos que preparavam né. Isso eu lembro bem.

é que a gente era garoto, além de... era uma das coisas que as mães tinham medo, que a gente fosse nadar, onde passa hoje a Imigrantes, ali tinha a... a represa da da Siderúrgica ali perto, onde muito garoto, muito adulto, que foi nadar ali, naquela represa, diziam que existia uma uma draga tal, e ele foi eh... muitas pessoas morriam lá, então era o medo das mães. E assim, de ter nadado no aonde é o shopping,

Na minha época eram era chacras né, tinha o córrego que até hoje passa ali. E e ali eram chacras né, chacradeiros que moravam ali.

E ali faziam várias bacias de água assim, várias lagoas. E a gente nadava ali. Onde era o Plaza Sul hoje, a gente nadava ali. Né e ali aonde é hoje um posto de gasolina entre a... a bosque da sa... Desculpa, entre a Miguel Stéfano e e próximo à à Nossa Senhora da Saúde, ali aquele lugar tinha um tinha uma estribaria muito grande, onde o pessoal que tinha cavalo, tinha as carroças, que vendiam verdura, fazia as coisas, iam lá ferrar, fazer fazer pôr ferradura nos cavalos e tal. E hoje a gente passa ali, tem os postos de gasolina, tem as coisas. É muito interessante ver que teve essa mudança. E isso eu estou falando tudo coisa que aconteceu o que há quarenta, quarenta e poucos anos atrás. São Paulo era bem diferente.

na Avenida do Cursino, em eh próximo à Avenida Dom Vilares, que é a famosa Três Tombos né, que é uma avenida que mostra bem como era acidentado os terrenos daquela região né, são hoje tá estão cobertos por construções, mas na época em que eu era garoto eram grandes barrancos, grandes, até acessar hoje onde é a Anchieta. Por isso que tem aquelas elevações até hoje nos Três Tombos.

Nós tínhamos ali como professor técnica da de da minha época, em da Seleção Brasileira de Basquete, dava aula de Educação Física para a minha irmã, que era três anos mais velha que eu, como professora de Educação Física.

E assim e eram as pessoas que a gente viu, que eram pessoas de que tinham um poder aquisitivo maior do que nós, daquela região, e que davam aula com todo prazer. Eram professoras de carreira né, e professoras que vieram com uma... com uma educação e com tanto uma educação eh pessoal e cultural, assim com mais valores do que as que a gente tinha até adquirido dos pais da gente né.

como no também sempre escrevia a gente no Festival de da Canção.

com jogos né jogos de basquete, handebol e e futebol de salão, com pequenas corridas pequenas coisas de atletismo né, que eram corridas de pequenas distâncias.

Então a gente tinha toda essa essa professores, por exemplo, como essa professora, que pegava e conseguia arrecadar entre os pais né e levar uma sala de aula para assistir um jogo de basquete.

Então eu eu me sinto assim muito feliz de ter estudado numa escola estadual. Fiz admissão, porque para você sair do do primário para ir para o ginásio, na minha época, fazia-se admissão, exame de admissão. Se você não passasse, ia ficar estudando mais um ano fora do de de continuar o curso né. E eu e eu fiz e foi o último ano, depois não tinha mais admissão. <laughs> <laughs> Eu tive esse impre eu tive essa sorte e esse e esse azar né ao mesmo tempo, que depois do meu ano não teve mais. E eram professores assim que que a gente via que eram totalmente dedicados aos alunos. E a gente tinha então eu me sinto muito assim valorizado na minha educação primária. Tive inglês, tive francês né. Tivemos aula de música, mesmo sem ter instrumento. Era feito com garrafas, era era era improvisado para a gente acon conhecer as notas musicais.

Né então, eh a gente teve assim pessoas.

Então, quer dizer, teve oportunidade. No colégio dava oportunidade, tinha coisas assim. E a gente estava vivendo uma ditadura né. Assim, uma coisa, uma ditadura. E mesmo assim, a gente tinha ainda essa...

Tal né e então era era gostoso estudar ali, eu gostei muito de estudar ali. E era sabe a gente não Nessa época você não via, o máximo que você via era um aluno ou outro escondendo que estava fumando um cigarro do pai.

Se hoje mudou aquilo que era ali, de vez em quando eu vou visitar né, passo por ali, entro e tiro. Tinha festival da canção dentro do colégio. Minha irmã chegou ganhar. Eu nunca ganhei, nunca fui um bom cantor, mas a minha irmã ia e eu acompanhava. E essa minha irmã mais velha chegou a ganhar. Era gostoso estudar. Na escola eu eu ficava triste quando tinha férias. Porque na escola você interagia, na escola você aumentava o seu número de amizades. Hoje na minha área ainda atendo amigos meus que são de outras áreas, me procuram como profissional e daquela época. Então eu vivi muito naquela época. Comecei Comecei a trabalhar aos

Presenciei o o o incêndio do Joelma né, do Viaduto do Chá. Também foi uma das coisas que marcaram. que na época eu olhei e vi um incêndio, um incêndio, e continuei a trabalhar e depois mais tarde fui ver pela televisão que era um incêndio e foi um incêndio, um dos maiores incêndios que teve em São Paulo né, ou talvez no Brasil. São essas coisas assim, agora você que pergunta. E
Na sua juventude, antes da gente entrar na parte do seu trabalho, que lugares você gostava de ir? Você tinha um grupo de amigos?
Legal, bacana. Olha, na minha juventude, o que é que acontece? A gente ia muito, a gente gostava de cinema e dançar, bailinhos. Bailinhos porque ou a gente ia em clubes, que era mais difícil até pela nossa idade, Então isso aca acabava acontecendo, ter os bailinhos no no no no bairro, né? Então, por exemplo, na sexta-feira a gente já sabia, através dos colegas da escola, a escola para nós era era aonde tudo interagia no bairro, entendeu? Assim, ela ficou assim, eh eh eh ainda mais quando a gente foi passando da infância para a pré-adolescência, a escola era o o nosso... A nossa internet de hoje, sabe, da da comunicação, né? Então você sabia, na sexta-feira, você já sabia, tinha, às vezes, no mural da Lousa, ou na escola, onde ia ter o bailinho, né? Então você já sabia os bailinhos na casa das pessoas que iam ter. E eram bailinhos assim, fundo de quintal, com lona, eh com luzes improvizava improvisadas. Se você queria ter uma luz assim mais escura, então pintava para imitar as luzes dos bailinhos que a gente ia de salão né então. Então era ou baile na casa de de de família né, assim da dos amigos, ou a gente ia no ali no na bosque da saúde, a gente ia na uh... Deu um branco agora.

Vamos voltar para o cinema, que eu vou lembrar depois desse eh... Clube Aquários. No Bosque da Saúde a gente ia na no Clube Aquários, que fica ali na Bosque da Saúde mesmo. Não sei se existe ainda. Deve existir esse clube ainda lá. Eh E ali era onde tinha os bailinhos mais próximos, onde a gente podia ir numa matinê e tal. Ia também no Cine Estrela, que é na Bosque da sau que é lá na Praça da Árvore, onde hoje é um bingo, não sei o que virou lá, mas ali era o Cine Estrela.

O Cine Cruzeiro, que era na na Ana Rosa.

E aí, saindo de lá, a gente vinha para o Alepo, que já i já era na Vila mari já era na Paulista. Eh a gente ia para o Atlético atlético do Ipiranga, que também tinha bailinho, formaturas, essas coisas assim. Então o que a gente gostava de se fazer era isso, a turminha ou estava dançando ou estava né... Porque aí se reunia com as meninas, né? Agora, a parte não, a parte a gente jogava bola né, tinha dificuldade às vezes para conseguir a quadra da escola, entendeu? Isso a gente teve dificuldade, mas aí começou a surgir várias pracinhas. é onde os prefeitos começaram a a urbanizar as pracinhas e, principalmente no Jardim da Saúde, né, ali perto do Rubens de Amaral, já quase com a Bosque da Saúde com a Cursino, ali já tinha a pracinha da ru pracinha Rubens de Amaral, que era uma pracinha onde tinha quadra. Então ia toda aquela molecada daquela região e aí às vezes não dava nem para jogar ali, porque você tinha que esperar muito para você conseguir jogar e era só três gols, perdeu, saiu, já tinha o próximo, né. Então tinha essas dificuldades né, às vezes, no futebol. Ou a gente vinha até o Ibirapuera, que tinha mais quadras também né, o acesso era mais longe e tal, mas a gente fazia isso também. Isso é um foi uma das coisas assim.
E agora sobre o seu primeiro emprego, como que foi?
Então, na época era assim. Na minha época, hoje né, a a meninada pede para o pai um computador e já e já começa digitando, fazendo as coisas. Na minha época, você primeiro fazia um curso de datilografia. Se você queria entrar num escritório e tal, trabalhar num escritório, você tinha que fazer um curso de datilografia. Primeira coisa que você ia procurar um emprego era saber datilografar. Né Então, se a pessoa não sabia, já tinha que... Então eu me lembro que tanto eu como a minha irmã fomos para bosque da saúde, Cursino com Bosque da saúde.

Então aquelas máquinas antigas, então a gente ia lá, eu fiz seis meses de didatilografia, depois tinha a prova final, teste, quantos toques por segundo, aquela coisa toda que deixava a gente com medo né e tal. E graças a Deus, tanto eu e minha irmã tiramos o diploma, temos até hoje o diploma né e de didatilografia. E aí sim eu fui procurar um trabalho né. Aí o primeiro emprego que eu tive foi de office boy, que era difícil quando você não tinha experiência, andei muito né. Foi bom que eu conheci bem São Paulo já com quin catorze, quinze anos, porque eu pegava o jo o anúncio de jornal, olhava os empregos e ia atrás. Então isso eu fui em vários lugares, conheci bastante a cidade, o centro e alguns bairros ali próximo, ruas que eu não tinha ido. E aí a gente eu comecei a trabalhar dessa maneira né. Mas o que me ajudou também a ter um uma boa acesso para ir trabalhar e conhecer essas coisas, que desde garoto eu sempre procurei fazer alguma coisa para ter o próprio dinheiro né, porque era muito importante na nossa época assim eh, você via os adultos trabalhando, ter dinheiro, você também queria ter o seu dinheiro, ter suas coisas, não ficar só pedindo para o seu pai ou só quando o seu pai tivesse condição de te dar alguma coisa.

Então, o que é que eu fazia? Eu eu era pe eu era o garoto que levava as roupas prontas.

E toda vez que eu fazia isso, eu sempre ganhava um dinheirinho, né, então... Além de ela fazer algumas roupas para mim também né, na cortesia né <laughs> As as calças boca de sino, que era muito legal, na minha época era importante né. Que o meu pai não gostava muito né. A minha irmã que tinha dificuldade com mini-saias. Porque na minha época, assim, na criação, do jeito que o meu pai era, uma mulher tinha que usar a saia, pelo menos, assim, três dedos abaixo do joelho, né? E a minha irmã fazia, a gente tinha uns pactos, né? A minha irmã, quando ia para a escola, a minha mãe enrolava a saia, né? Para ficar mini-saia, porque era a época, para ficar uma saia menor. E aí, quando eu fazia alguma coisa que ela falava que ia falar para mim ou para o meu pai ou parava minha mãe, eu tinha sempre uma coisa... Bom, também vou falar que você, quando vai para escola, você enrola a saia. <laughs> São coisas da época que ficaram né. E e Então era isso, então eu curti muito a Boca de Sino, curti... Tive Black Power na minha época, eu não tinha o cabelo muito... Eu não dava para ser o Ronnie Von, então eu tentava pelo menos ser o ser ser brasileiro assim, na época o Simonal, outros caras que tinham o cabelo diferente. <laughs> Então, eh então tenho fotos e tenho ãh curti muita, mas eu sempre nessa parte eu sempre fui eclético. Eu sempre gostei tanto de ouvir os os Rocks como também a parte Black né que Os Rocks da minha época era Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, eram esses caras. E a é na minha época era James Brown, assim eh a ma eh Michael Jackson, que na época não era Michael Jackson, era Jackson five e outros caras assim da parte né... <coughs> Ray Charles fazia bastante sucesso também na minha nos bailinhos onde eu ia, no tipo de música e tal. E a gente era assim, entendeu?
E depois da escola você fez faculdade? Então aí
Depois da escola eu fui fazer o colégio técnico de, aí sim foi a foi o aonde foi fui me distanciando do meu do

E aí eu eu poderia fazer ou um colegial normal, que era só estudar e e depois prestar vestibular, ou fazer um colégio técnico né. E na época eu preferi o colégio técnico.

E aí um amigo do banco falou, meu, tem contabilidade. E eu sempre Eu trabalhava no banco, num setor assim financeiro, de aplicação, onde a contabilidade era muito exaltada né. E aí eu falei, vou fazer contabilidade. E aí esse amigo meu falou ó, tem um colégio de graça. Ou eu tinha uma opção, eu pagava um colégio pago, que era na Praça da Árvore, que eu esqueci o nome dele agora, e o outro que era também na Avenida do Cursinho, mais próximo à Avenida Nazaré.

E e eu fiz, prestei né prestei vestibulinho na época, você presta o vestibular, passei, e aí uma colega minha, amiga da minha namorada na época,

Então, ela vinha tinha vindo do interior do Rio e veio, que era, na verdade, chamava de carioca, mas ela era de Valência, interior do Rio e tal. E aí, <coughs> ela...

Resolveram também fazer lá né.

E saindo do colégio, que eu comecei desde os sete anos, até os meus dezesseis, dezessete anos, quase dezoito anos né. Então aí aí quando aí na histó na

E aí eu saí do bairro, né, lá, que há muitos anos estudando na escola, com aquele convívio, para mim foi uma... Foi assim um um choque assim, porque estava pessoas estranhas de outros bairros, de outras coisas, mas o que foi legal é que todos também estavam meio perdidos, porque todos também vieram de escola, de outros bairros e tal, e mesmo assim a gente conseguiu, e foi uma escola muito boa também. na parte técnica, tinha eh salas de laboratório, aprendi muito, cresci muito na minha profissão lá.

Né e final de semana era meio ruim de ver porque o pai dela não admitia que ela namorava e tal. Então o namoro era praticamente na escola. Como eu mudei de escola né e comecei, aí isso acabou não não dando certo. Né então a gente acabou se separando.

Não estudávamos na mesma classe, mas né trocávamos experiência. Mas todos ela também fazia contabilidade e eu também. E aí começamos a namorar né. Aí desse namoro, eh aí aos

E aí nasceu o meu filho né, e a gente seguiu na profissão né.

Um ano depois né, porque falaram para mim que quando amamentava, a mulher não ficava grávida. E aí ela acabou ficando grávida. Essa é a maior desculpa que eu dou até hoje. Entendeu <laughs> e aí E aí eu me via numa dificuldade de pagar aluguel, de pagar a faculdade e de ter dois filhos né. Mas com uma boa habilidade, um mês eu pagava faculdade, outro mês não pagava aluguel e assim sucessivamente eu ia dando um jeito na situação. E e aí eu primeiro fui estudar né. Na verdade, eu e ela ela me ajudou muito nisso aí. E ela Nós dois trabalhávamos na área. Eh Tivemos dificuldade assim com creche, mas conseguimos colocar as crianças em creche. Aí

Eu descobri que lá tinha uma creche municipal, consegui fazer a inscrição e, na época, consegui uma vaga para os meus filhos lá né. Aí então, a gente trabalhava, deixava os filhos e pegava. E ela também sempre eh aprendeu logo a dirigir também, me ajudou muito. A gente comprou as nossas primeiras brasilias e tal. Inclusive, eu tenho até uma foto do meu filho lavando a brasilia. E foi assim que a gente foi crescendo né, como pessoa né, e até hoje ela. Depois, ela foi fazer a faculdade de aí. Ela ficou com as crianças, porque as crianças eram menores né. Depois, aí ela foi fazer a faculdade e eu e eu fiquei tomando conta das crianças né até ela terminar também. Então, foi um pacto que a gen nós fizemos. Depois fomos trabalhar e até ho e ho e fomos criando nossos filhos cada um trabalhou em.

E assim a gente foi foi trabalhando e e chegou a um ponto que a gente resolveu montar o nosso próprio escritório né. Aí as crianças já estavam até maiores e tal. E E fomos comprando o nosso primeiro imóvel, saímos do aluguel, fomos né poupando.
E aí... A gente pode só voltar um

Porque a gente está indo muito rápido Pode tá bom Então, quando vocês se casaram, o senhor teve o seu primeiro filho, depois teve o segundo. Como foi ser pai, assim? Como é que foi? Essas

Ser ser casado e ter o primeiro filho e o segundo.
Então, eh a grande verdade foi assim né eh, eu me assustei muito nessa época quando quando a gente teve que ir a casar e ter o primeiro filho né. Então, na época eu tive muita ajuda do meu pai, né meu pai me ajudou muito. Minha mãe já não minha mãe sempre falava que quando eu tivesse meus filhos, a minha irmã, que ela gostaria de cuidar e tal. Mas eu perdi minha mãe aos quinze anos né. Então eu tive que me virar sozinho muito rápido né. Tanto eu e minha irmã. Ficou eu, minha irmã e meu pai. E e aí eu tive que me virar muito rápido. Então, meu pai, nessa época, me ajudou muito assim. Ele me ajudava no sentido assim, quando a gente o meu pai já era aposentado do aeroporto e tal, então se a gente não tinha ninguém para deixar as crianças, meu pai sempre dava um jeitinho e ficava com com os netos. E no sentido, às vezes, financeira mesmo né. Né então, meu pai me ajudou muito nessa Mas nessa época eu fiquei muito preocupado, porque era uma época de crise no país. Era uma época que tinha muito desemprego. Mas eh Deus sempre me ajudou profissionalmente também né eu. Lógico que eu corri atrás, mas Deus ajudou a gente. A gente quase nunca ficou desempregado, mesmo nessa época de crise. E eu trabalhei em empresas sólidas.

Então, isso me ajudou muito, até quando o mercado começou a aquecer de novo, e aí eu vi que eu já tinha mais capacidade profissional, já estava como auditor, já trabalhava mais tempo na minha área, meus filhos já estavam maiores, e aí foi quando teve o primeiro plano cruzado né, e e aí abriu mais vagas, mais trabalho, e na minha época, na minha área, teve assim teve muita chance, porque precisava de economistas, de auditores, as grandes empresas estavam precisando. Então, muito pelo contrário, quando abriu, eu tive ainda um passo maior, onde eu pude ganhar melhor e resolver meus problemas de família, mas foi um susto, foi uma experiência diferente, muito jovem, a mãe dela longe, e eu sem mãe, e a gente teve que aprender muita coisa sozinho, meio no tato né, mas mas a gente sempre foi responsável, tanto ela veio para São Paulo para trabalhar também né, veio, largou a região do Rio de Janeiro, próximo a Resende, e veio para cá, e a gente era lutador né, eu vejo assim que a gente era lutador, tinha um objetivo, Éramos já maduros, sérios né, porque eu já não tinha mãe e ela estava sozinha, então a gente se ajudava mutuamente. Então não era aqueles dois jovens, ainda muito paparicado pelos pais e pelas mães. E sem Não, a gente era muito centrado e a gente sabia que as coisas eram difíceis né. Isso ajudou muito. Mas foi um susto. E com o segundo filho foi mais um susto. E muitas vezes a gente ficou assim pensando que não ia conseguir né isso. Essa insegurança é grande né. Mas é ela também que impulsiona a gente a fazer várias coisas né. A trabalhar mais, a sabe a ter procurar outras atividades, a fazer rifa. Eu era aquele cara que vendia muita rifa no trabalho e o pessoal fugia de mim. Hoje eu compro rifa com o maior prazer, porque quando eu vejo alguém vendendo rifa, eu lembro da minha
<laughs> das minhas dificuldades <laughs> Tem alguma história dessas de rifa que tem acontecido, que você lembra? Eh te eh assim de
Rifa, sim, né? Porque era a época assim que eu estava com uma dificuldade muito grande né de de de saudar o aluguel e tal. E aí eu lembro que... O que é que vamos rifar? Aí compramos um secador, né? E aí esse secador, <laughs> esse secador que a gente com que eu comprei, aí o que é que acontece? Eu coloquei um preço assim, do valor unitário da rifa, né? Bem grande, né? Então quando a pessoa recebeu o prêmio, falou, pô, mas E eu tive que justificar que, não lembro o valor da época, o dinheiro da época, mas eu tive que justificar que, mesmo sendo um um um secador pequeno e tal, mas que pelo que ele pagou pela pela unidade do do do número de sorte dele, ainda compensava. Mas foi meio quase empatando, viu? <laughs> Então foi difícil. Isso <laughs> teve, sim teve. Eh Bom, aí vocês ficam à

Ah tá, isso então.

E assim, era uma época né meio complicada né, porque eu às vezes ficava devendo à faculdade né. E na minha época, o professor quando tinha a prova e a gente tava devendo a faculdade, vinha alguém da secretaria e chamava os nomes para ir conversar na secretaria antes de fazer a prova. Então, porque era hora de, né? E aí que eu lembro que quando a gente saía assim, três, quatro, cinco alunos, graças a Deus não era só eu, né? E aí o pessoal brincava, vai, caroteiro! <laughs> caloteiros <laughs> Mas brincadeira entre amigos, né? Que doía, mas era tal. E E eu lembro né... E na faculdade a gen eu tinha essa dificuldade né. Mas no restante, assim bons professores. Eh Aprendi muito né com professores assim que que me ajudaram na minha área. Então era uma coisa que às vezes você trazia alguma dificuldade no trabalho né. E era uma época ne nessa da da faculdade que nós estávamos saindo dos grandes computadores para os pequenos computadores. Então eu me lembro que o meu professor de informática foi um cara assim muito importante na minha vida naquela época, porque não é que nem hoje. Hoje né tem os ésse ó ésse da vida, o que você imaginar né, mas na época não. Tava Nós estávamos saindo de computadores de grande porte, que rodava ainda listagem, que fazia tal, para os para os pê cês né, para os para os pequenos computadores. E aí eu lembro que na faculdade eu tive muito apoio para aprender, para fazer, para poder usar bem um um Excel para usar né na época e. E aí ali davam umas dicas para a gente assim. Então eu me lembro que eu peguei eu consegui até fazer assim horas a mais e eh eh fora do do do do horário da faculdade e pessoas me ajudaram na época né então. Eh foi muito importante para mim. Mas foi gostoso, por exemplo, na época também tinha muito de fechar a Avenida Nazaré, a gente como estudante fechava a Avenida Nazaré né. Eu tinha que ir mesmo, já estava devendo a faculdade e o cara queria aumentar ainda, e <laughs> você entendeu? Eu tinha uns aumentos da faculdade, então quando tinha aumento da faculdade... Não tinha jeito de eu não encabeçar esses movimentos, até porque eu estava devendo. Então, eh fechavam-se as avenidas né. Era uma coisa assim meio triste, porque atrapalhava o trânsito tal né. Então Hoje, quando me sinto prejudicado com isso, eu lembro da minha época também, em que a gente fechava a Avenida Nazaré, Para o quê? Para fazer manifestação para não ter aumento da faculdade. Ou Porque era absurdo.

E falava, e falava. E fazia reunião com o diretor, com o reitor, com não sei quem. E que não ia receber a gente. Toda aquela história que existe de estudante. E que no final dos ovos aumentava, do fritar dos ovos aumentava, e a gente pagava e tal. <laughs> Aquela coisa assim meio, né? E alguns ficavam na lembrança que tomou um empurrão de polícia, que teve, né? Ficava, né? Isso aí a gente sabe. Que que era meio complicado. Foi na época da faculdade também que eu conheci foi bom você ter perguntado sobre faculdade Que foi época da faculdade que eu conheci o a E muitas vezes eu ajudei como? Eu ajudava os meus amigos que eram mais ligados ao movimento na época. E com o caminhão do meu pai, sem meu pai saber, né? Porque meu pai fazia um aluguel, meu pai tinha um caminhãozinho de aluguel. E muitas vezes eu usei o caminhão do meu pai falando que eu ia fazer uma mudança para um amigo que não tava sem condição. E na verdade a gente tava levando barracos montados para o Jardim da Saúde, onde tem uma área ali entre a...

E na época pastoral, queria montar ali, eh eh pegar para obrigar o governo a fazer casas populares ali né. E na época eu ajudava. Eu levava os os barracos já montados né em cima do caminhão do meu pai. E que meu pai, onde estiver, morreu sem saber disso. Que graças a Deus não... Então a única coisa que eu participava era ir lá, os caras descarregavam, eu tirava o meu caminhão e ia embora né então. Mas isso eu fiz e conheci esse pessoal na faculdade. Que era o pessoal dali.

O Pê Tê começou ali, e teve um muito marcante. Se eu fosse falar de partido ali, eu tenho muita história, porque ali era o berço Era o o dormitório de quem trabalhava nas grandes montadoras né. Se eu for falar disso aí, tem muita história, mas... Você quer falar <laughs> alguma história disso? É Mexe muito com política né, mas tudo bem, eu não sei eh. Ali, por exemplo, eu vi na minha infância ali também, que eu não coloquei, a primeira pessoa sendo presa na época dos militares, que encontraram na cozinha na na residência da pessoa para encontrar, que encontrou armas que essa pessoa participava do movimento revolucionário da época.

que eu não lembro agora, que é daquela região ali, por exemplo eh. Quando surgiu, o em mil novecentos e oitenta, eu estava na faculdade, também participei do do início do do início mesmo do, quando estava pegando assinatura para o Pê Tê virar partido. Que o Pê Tê não era partido, né? Existia era um movimento sindical com Lula e outras pessoas, mas não era partido. Então, foi nessa época que a gente

Tudo isso foi acontecendo. Eu fui amadurecendo, né? Eu fui tendo filho. Eu fui questionando porque as coisas eram mais difíceis. Aí foi Hoje não, hoje eu sou totalmente diferente.
Mesmo assim co como que deu o estalo para a sua participação como foi esse processo Então
Movimento o o o movimento eh O movimento da faculdade... estudantil na faculdade, na minha época, ele ele tinha muito isso né. Porque a gente tinha a gente tinha assim eh... O mundo estava bem delimitado né. Como que eu quero dizer assim? Por exemplo, a gente sabia que os Estados Unidos tinham uma posição, que a União Soviética tinha uma posição, e o mundo estava dividido mesmo. Comunista, socialista eh, comunista, socialista e capitalista né. Ou os capitalista ali que não, tipo Canadá e outros países assim que não participava muito. Então a gente que já estudava, igual eu estudava na área econômica, a gente tinha a nossa Você tinha que ler, do mesmo jeito que você lia Ford, lia outras pessoas que é esse capitalismo que está aqui, começou lá atrás, também a gente lia Karl Marx, a gente também lia o outro lado né, o lado de da divisão das coisas e tal. E aí o que é que acontece? Estava muito forte ali naquela região, tanto que, tão forte que se o pa o Pê Tê se tornou um partido, e desse partido hoje nós temos um presidente de oito anos. Então a gente não pode falar que né existia uma maneira de suprimir, de não querer, de não aquilo era um câncer para alguns, mas ali estava acontecendo isso né. E na faculdade, quem estudou na FAE é uma faculdade que ela é da Igreja Católica, Mas com muitas pessoas da Igreja Católica com ideias socialistas. Você entendeu eh E que alí êh ih como muitas pessoas né da da época que eram contra o governo, se refugiavam na Igreja Católica né. Você vê a história do padre Evaristo Armes, ele ele Dom Evaristo Armes ele ele protegeu muitas pessoas que na época eram caçadas pelos militares. Essas coisas assim e e da região, e a faculdade que eu estudava era muito isso. Então, na verdade, então ali já tinha a pastoral da moradia, que era uma maneira de forçar o governo a pensar em em em ocupar aquelas áreas desocupadas e dando moradia, porque as pessoas vão ficar nas grandes favelas ali em volta. a questão mesmo eh política de um novo né, de de liberar para ter eleição, para ter as coisas, que a gente não tinha isso nessa época que eu fazia faculdade né. Então, quer dizer, era um mundo novo, era uma coisa que a gente estava isso, e isso mexeu muito comigo, porque eu já era pai. Então eu já via que tinha uma dificuldade muito grande, se a gente teria que, ao mesmo tempo, deslumbrava um país melhor, mas com medo também, porque a gente sabia também como era a repressão de um lado, a tam a não confiança né, quem lê e quem vê, dos países socialistas também, de virar uma outra ditadura de esquerda. Então a gente Mas era para a para a idade, quando você tem uma idade de vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro anos, você não pode se negar isso de mudança. Hoje o ca é é é a idade que você está querendo que as coisas mudem, que as coisas possam ser diferentes, porque tem que ser aquele padrão que meu pai e minha mãe falaram amém e que a gente vê muita injustiça né então. Isso é muito do jovem. Graças a Deus existe isso para impulsionar as coisas né. E na época era muito era muito marcante isso. Hoje não. Hoje eu vejo meu filho, minha filha eh, apesar de hoje minha filha trabalhar num

Mas ela não tem a mesma cabeça do que eu e a minha esposa tinha lá atrás, do que ó era proibido isso, proibido aquilo. Hoje não, hoje está né hoje a coisa está muito mais ampla. E hoje por exemplo você já não tem mais referência de que existe o socialismo e o capitalismo porque A União Soviética está no mercado, hoje é globalização. Está todo mundo a China já virou capitalista né então quer dizer. Mudou aqueles né aqueles chavões que a gente tinha de mudança né. Cuba daqui a uns dias já está também aí né. Que era legal ver o Che Guevara por exemplo. Che Guevara é um cara que eu admirava muito. Um argentino médico que saiu andando toda a América Latina vendo as os problemas e não só centralizado no país dele, era um homem global. Então, eh isso chamava a atenção então. Quando a gente põe uma camiseta da o pessoal da minha, quem conhece, põe a camiseta do Che Guevara, sabe o que está pondo né. Agora, um jovem, às vezes, coloca por achar legal. Ele era bonitão. Né então <laughs> nós não sabemos que ali tem uma luta. O cara largou a faculdade de medicina, foi no eh eh ver como era tratado os leprosos dalí, viu tanta miséria e resolveu mudar alguma coisa né e. E mudou né.

Então essas são mudanças, né? A sua esposa participava com você?
Participava menos, né? Porque tinha as crianças, né? Então sempre a gente leva vantagem de ser homem nessa história, né porque? <laughs> <laughs> ela ficava mais com as crianças, né? Então, mas participava, a gente ia, movimento, essas coisas todas.

Você lembra de limitações que você tinha por conta desse regime ou que se refletiu na sua vida de alguma forma?
Eu lembro. Lembro muito eu lembro assim coisas assim que me marcaram muito, por exemplo eh, a questão A questão assim, por exemplo, na minha escola, lá nessa escola querida e tanto, tive um diretor uma vez, um amigo meu estava com um uma blusa, numa época de frio, São Paulo fazia muito frio né, e estava com uma blusa que não era azul. E era um garoto pobre, era um garoto que precisava tanto lá da da associação de pais de mestres né que tinha. Tem até um símbolo disso aí, eu não lembro agora da abreviatura. á pê ême, acho que é á pê ême, Associação de Pais e Mestres, isso então ele. E e aí, a gente brincando no corredor, o diretor parou e chamou ele, e a gente parou para ver né, chamou nosso amigo, né? Falou, amanhã você não entra mais com essa blusa. Fala com seu pai e com sua mãe que tem que ser azul. Isso era uma forma de oprimir. Você entendeu? E por que isso? Aí você vai falar, mas por que você ligou o cara esse cara à ditadura? Porque ele vivia falando, ele ia nas salas e ele era um representante da ditadura para nós. Porque ele falava que nós tínhamos obedecer, que e e exaltava as forças militares, exaltava esse tipo de coisa, entendeu? E você sabendo que E meu pai era uma pesso e uma pe uma pessoa que me ajudou muito nessa coisa, que meu pai falava, ó, na época, na minha época, tinha o presidente tal, Juscelino fazia isso, fulano fazia... Aí entrou os militares, acabou tudo. Então, para mim, a palavra militar a era acabar, era fechar, era trancar. Você entendeu? Então, a gente tinha essa... Por isso que talvez na minha fala você percebeu esse contexto de não ser bom. Não ser bom porque você não tinha liberdade. Eu podia ser feliz dentro desses quadrados aí onde eu tava, no bailinho, mas se eu fizesse qualquer protesto para falar que qualquer pessoa não tinha condição, eu tava... Se eu participasse da minha empresa de qualquer mudança dentro da empresa de injustiça, eu tava na rua. E quantas vezes eu assisti isso? E quantas vezes eu não participei de cipa, de coisa, porque estava ligado a um movimento sindical, e quem estava ligado a um movimento sindical era de uma esquerda, era uma pessoa que não estava pa... E eu sempre trabalhando em cargo de confiança, via as injustiças que ficava, e po podia ajudar o máximo que eu podia, mas, entendeu? Aquele cara que não podia ser interlocutor, não podia falar nada, fazer nada, porque eu mexia com contabilidade, é o dinheiro da empresa. Então, você não pode estar do outro lado. Mas eu vi o quanto a produção sobri sofria. Então, então a gente sabia da jogada das coisas né. Produzi mais para quando eles quiserem fazer greve nós termos produto estocado. Eu participava dessas reuniões. Eu vim. Só que ninguém nunca lê fez uma leitura que eu vim de um pai que era operário, que trabalhou, que vendia, que fazia as coisas. Só que quando você começa a trabalhar para uma elite só porque você tem um cargo de contador ou auditor e você é bom naquilo, eles esquecem seu a sua origem né. E você está matando a sua origem. Então isso eu vi muito na minha época entendeu. Essas coisas assim, que por isso que eu falo da ditadura militar, por isso que eu comento. Agora, em parte eu também posso falar que foi bom, porque não tinha greve. Vocês tiveram greve de professor, eu nunca tive greve de professor. Você faltava por problema seu na escola. Mas greve tipo ah hum eh... A gente ia embora para casa mais cedo quando acabava a água. Aí era legal, <laughs> entendeu? Mas não tinha esse negócio da professora estar tantos dias de greve. Eu fui ver isso já. Aonde? Ou na faculdade, como eu pagava, não tinha. Mas já no meu curso técnico, no finalzinho, indo para faculdade, os professores de estado começaram as primeiras greves de professores. E daí em diante foi. Até pedir diretas já, até as coisas, foi tendo. Mas a minha infância, até o final do colégio técnico, nunca tive problema de greve. Porque não tinha, não existia, não podia ter.

Então era isso, esse tipo de coisa que eu que eu via que era difícil nessa época né. O que
Bom, então você continuava trabalhando

Quando eu comecei a fazer contabilidade, e aí fui mais apurado e tal. E eu Porque se você ficar no banco, eu ia ficar com a contabilidade totalmente voltada paa ra área bancária. E é uma área restrita.

Então, meu meu contabilmente era bem maior, a minha experiência ia ser maior. E isso me ajudou muito mesmo né.

Eu já era técnico contabilidade.

Aí você fazia a faculdade junto com? Co a co eh

Ah, tá. Na

Quando a pessoa casava, ganhava Dois salários a mais, entendeu? Que era para a pessoa né que ele chamava salários de gala né. Então a pessoa Era o maior barato. E assim festas no final do ano assim em grandes lugares, com com ki con contratando a kibom. Contratando então as crianças ganhavam presentes. Então Essas coisas sempre foi na época de uma crise. Onde tinha Muitos amigos me procuravam pedindo emprego. Então quando eu eu podia encaixava alguns amigos, que são meus amigos até hoje né. Porque era difícil gente era. Foi uma época de de setenta e oito a oitenta e seis horrível de arrumar emprego. Eu falo mesmo, pessoas não arrumavam emprego mesmo. Foi um foi um índice de desemprego maior da história do país. De mil Setenta e oito a mil novecentos e oitenta e seis, até vir o Plano o plano Cruzado aí já, que que em oitenta e seis teve a abertura né. Que o Ou ou seja, foi os últimos anos do regime militar. Foi assim complicado em relação à e à economia do país. Pessoas acabavam pedindo comida mesmo. Você tinha que ajudar amigos com com em eh alimentos de primeira necessidade.
Você tem alguma história assim de um amigo que precisou muito?
Não cheguei a dar alimentos de primeira necessidade, mas eu cheguei dar eh na época eu ganhava passes né para ir trabalhar e eu cheguei dar para a pessoa procurar emprego. Isso fiz. Porque a pessoa não tinha condições de de de procurar emprego né. E então, como dava para dar dinheiro, eu arrumei passes para a pessoa procurar emprego. Isso sim.

E eu já já estava lá como auditor. Já achava que ali, para mim chegar a outros cargos, eu tinha que ficar mais um tempo. E aí eu já tinha histórico de pessoas que estavam lá já tantos anos e sempre na mesma função.

Aí viajei bastante para região do norte do país, que é Manaus, essas coisas.
Como que eram essas viagens?
Eram viagens assim, a trabalho, mas boas, né? Por exemplo, você conhecia o local, igual eu conheci na época, assim, tipo de comidas diferente, né? Como, nunca tinha comido costela de tambaqui, aí fui lá, comi lá na região é o que tinha mais, cupuaçu, que na época não tinha com tanta facilidade para cá. Essas coisas assim típicas da região, e trabalhar, conhecer pessoas de outro lugar, e ver que tudo não está só focado em São Paulo. Isso foi muito bom, essas viagens, porque mostrava que os outros lugares estavam crescendo, que as outras pessoas... Porque a gente paulistano tem uma uma impressão muito grande de achar que o país só roda aqui. Hoje, então, se você sair, você vê que no não não faz tempo que já não roda aqui. Sem sol aqui né, graças a Deus, até. Então a gente vê que as coisas estão crescendo, que outras pessoas estão bem, estão disputando, que se está aprendendo com as pessoas lá fora, as pessoas daqui do entorno, de outros estados, do entorno, de outras regiões. Então, na época, para mim, foi isso. E uma coisa legal é que eu nunca passei aquela do paulistano muito fechado, né? Porque às vezes as pessoas... Pô, mas você nem parece paulistano! Na verdade, não chama nem paulistano, né? Sendo ah ah paulista, né? Você nem parece paulista, meu você fala, você brinca, você não sei o quê. Pô, os caras vêm aqui, são fechados, faz o trabalho e vai embora. E eu não, queria conhecer a região, conheci pessoas e tal.
Você lembra uma pessoa, ou um lugar que você tenha conhecido, que te marcou, que foi bem importante?

Aí a gente saía, né, para conhecer alguns lugares do do local lá de Manaus, assim, que eu lembro que a gente foi na beira do do, acho que, de um pedaço do Rio Negro, né, que a gente pegava justamente aquela os barcos lá da é, mas tem um nome direitinho dos barcos lá, né? Que aqueles barcos que não tem rede, tem as coisas onde o pessoal vai, então a gente andou ali à noite, então era um barco aonde você tinha música, forró, dançante na água, você entendeu? A gente ia e ali servindo peixe, o cara preparava, pescava pre fazia preparava os peixes ali tudo, então isso para mim marcou bastante.

Não, eu interagia. Interagia com outras pessoas lá. Conheci pessoas da família dele.

Auditor. E quais eram as dificuldades dessa profissão?
Na shar eh nem sei se pode <laughs> colocar isso. Na sharpe para as dificuldades ás vezes era era era... Era assim de estar... que você tem que Auditor, você tem que apontar falhas de processo, de procedimento e essas coisas. Então você nunca é muito bem visto quando você chega. Ainda mais você chegando de São Paulo, né o pessoal já te acha metido, então eu tinha que quebrar essa postura. Auditor tem... Até por ética, quando a gente eh tem aulas para praticar auditoria, a gente tem que ser muito imparcial, não ter muita amizade, não ter nada e tal. E eu quebrava isso pelo meu jeito de ser né então. E até por estar lá, sozinho, fazendo um trabalho, representando aqui, e lá sozinho eu não podia, porque lá era a fábrica, que teve incentivo, por causa da Zona Franca de Manaus, então os elétricos domésticos, na época, estavam lá, saiam mais barato, então fabrica lá. E eu ia daqui. E aí, muitas vezes, você eh você chega lá sendo... Você tinha dificuldade até de obter as informações. Então você sendo uma pessoa onde participava mais, onde abria mais a coisa e e mostrava que não foi lá para punir ninguém, nem para manar mandar ninguém embora e tal, só ir fazer o seu trabalho. Então eu procura procurava fazer isso da melhor maneira, mas era difícil. Era difícil se você não usasse essa tática. Você com queixo duro lá, muitas coisas você ia vir com o seu trabalho incompleto ou você ia ter dificuldade para passar a informação.
E você continuou estudando?
Então, aí depois o que é que eu fiz? Aí eu parei, depois né depois eu parei, aí resolvi montar o meu escritório de contabilidade, onde eu não precisava viajar, ficar mais aqui em São Paulo tal né, tive e tinha esse sonho de montar o meu próprio escritório.

Como foi voltar para a universidade depois dos Então eh então Quarenta?
Voltar aos a universidade depois dos quarenta era legal, era o tiozinho da classe né. Então <laughs> era o tiozinho da classe e e com essa moça moçada hoje, com outra história, outro aspecto, foi legal, foi muito voltado né. Eu tinha tinha um interesse muito grande pela área de Direito, principalmente a parte tributária né que vinha da minha área. e aí eu foquei muito nisso, mas tinha, pô a gente ia para os bailinhos assim, tinha o o o o os bailes universitários né, então eu lembro que era na época do que o Fala Mansa estava em no auge, então a gente ia com a rapaziada, dançava o forró universitário eh, quantas vezes eh entrava no, e vi que eles estavam bebendo muito, fumando muito e outras coisas mais né, mas só me envolvi na parte boa né, só tomava uma cervejinha com eles, Mas foi legal, uma uma turma legal, assim, da minha turma. Me formei, tenho fotos de formatura, tudo. Já mais velho que eles, né? E ajudei muitos eles também, assim, no sentido de já ter uma profissão e deles, né, às vezes pedir uma ajuda. Alguns até estagiaram, trabalharam comigo na minha área. Eu dei força, assim. E que hoje estão com escritório e tal. E hoje a gente faz uma equipe. Uns são por exemplo, hoje quando eu preciso de da área criminal, se alguém me me procura, eu passo para alguns deles que se especializaram nessa área, área de família. Então, na verdade, hoje a gente tem um um associado de advogados, mesmo isso não sendo cê êne pê jota, sendo juridicamente, mas no conhecimento, né? Então a gente procura passar um para o outro.
E conta então para gente, para gente chegar mais para o final da entrevista agora eh. Como é a sua rotina hoje? O que você faz hoje?
Legal. Eh hoje então Hoje o que é que eu fa hoje eu estou fazendo mais um curso né, que é um curso de psicanálise né. E estou quase terminando, falta mais um semestre pa ma êh. Esse semestre e o outro para terminar.

E eu resolvi eh entrar nessa área por quê? Porque é uma área onde eu cada vez vou ficar mais de idade e é uma área que eu E eh eh me dou bem mesmo sem estar nela assim eu. Eu falo por quê? Porque hoje, como contador e como advogado, eu tenho que ter uma boa escuta. Por quê? Pessoa vai por exemplo, agora é época de imposto de renda. Sou Eu escuto todos os meus clientes, as suas dificuldades, o que ele quer fazer. Então, eu tenho que ter uma boa escuta até para aplicar uma boa para ter uma boa saída para algumas dificuldades na área tributária. Quando você se envolve com o cliente, você não é só o seu cliente, não é só o trabalho, ele também acaba sendo seu amigo, e é por isso que ele te procura, por essa confiança, e acaba te passando assuntos, às vezes, até além do trabalho, familiar, dificuldade com o filho, com o esposa, com o próprio negócio, com o próprio sócio, com a própria, né? Então a gente tem que estar ali, às vezes, como mediador e falar e ouvir. E também porque eu sempre gostei dessa área, né? Porque quando eu comecei a fazer análises, até para mim mesmo, com algumas dificuldades que eu tive em termos do meu próprio casamento, da minha... dos meus filhos, da criação dos meus filhos e tudo mais, a gente tem problemas também, né? Mesmo sendo... E e na minhas na na minhas análises, com o que eu faço com o meu psicanalista tal, eu vi ali que eu descobri muita coisa na minha vida que eu podia mudar e que só dependia de mim mesmo. Então, e é como eu estava dizendo para vocês eh, a a psicanálise entrou na minha vida porque até no meu dia a dia, profissionalmente, a gente acaba sendo um consultor, sendo uma pessoa, ou seja, ou até sinalizando algumas <sniffs> eh alguns fatos onde você tem que ouvir muito o seu cliente e tal né, mesmo como advogado ou como contador. E a psicanálise entrou na minha vida até por causa da minha análise mesmo, onde eu vi que eu eu eu percebi que eu tive muitas mudanças positivas na minha vida, que eu não conseguia enxergar, mesmo como profissional, eh que estava no meu inconsciente, da qual eu fui despertar fazendo análise, aonde eu descobri que muitos problemas que eu tinha, eu só dependia de mim mesmo para melhorar isso. E isso também fez eu eh entrar com o trabalho social, onde eu faço um trabalho social hoje, que é com na área de de dependência química né, que é uma das dos fatores que talvez a sociedade não está percebendo, mas é um fator muito grave, aonde cada dia mais nós temos um número de dependente químico maior, e onde já foi provado estatisticamente que que de dez pessoas que se envolvem com dependência química, seja ela dos da <coughs> dos produtos lícitos, como cigarro e álcool, e como drogas ilícitas, que são as outras drogas, eh de dez, sete morrem, três entram em recuperação com direito à recaída. E é um fator que, que eu aí quando eu faço o trabalho de de previdência social, que é pedir auxílio-doença para as pessoas, eu tenho notado que, para o doente de AIDS, eu tenho tido, muitas vezes, o doente de AIDS não consegue um auxílio-doença porque ele está com a carga viral melhor e ele volta ao trabalho, que é o normal. E o dependente químico não, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que é uma coisa que tem afetado muito as pessoas, e essa pessoa não, como eu disse, é um número muito grande, de dez, sete, dez envolvidos com a dependência química, sete vem a falecer mesmo, ou pela pelo uso, ou pelas consequências que ela traz, desde violência a outro desastre e outras coisas mais. e três ainda que entram em recuperação com direito a recair, ou seja, a voltar ao uso né. E a gente quando dá entrada num pedido de doença no í êne ésse ésse, ele tem concedido porque sabe que as coisas cada dia estão mais grave. E o fato de a gente ver essa droga que que já se previa que quando ela se alastrasse ia dar o problema, que é o crack, que hoje, agora que que a que está tendo algumas campanhas do governo dizendo, né, não use crack, é auto-viciante e tudo mais, mas que tá aí alastrado, que é uma droga barata, né, que tá atendendo a todos os níveis, desde o miserável ao ao bem mais... sucedido na vida, mas que dá o prazer para os dois igual. E aí a gente está vendo o número de pessoas que hoje já se fize com pesquisas aí que diz que a maior parte das pessoas abandonadas na rua, ou seja, que estão jogadas nas ruas, provavelmente em São Paulo e nas grandes cidades. nem sempre são pessoas de de problemas ou mentais ou sociais, monetariamente falando, e sim de pessoas que vie estão vindo da classe média, A, Bê, e Cê e Dê, pessoas com formação e que entraram na dependência química e estão sendo jogadas na rua, aumentando o número de pessoas hoje que vivem se como moradores de rua.

Como começou? Como você conheceu?
A gente começou até né porque <coughs> começou porque a gente eh já tinha pessoas né em volta da gen da gente, pessoas de da família, parentes, amigos que estavam já com esse envolvimento né. E a gente estava vendo que essas pessoas estavam morrendo. E e essas pessoas não pedem ajuda assim, voluntariamente. Muitas vezes tem que ser involuntariamente, né? E que tem uma lei, muitas pessoas são leigas, falam, não, a pessoa só deve se tra só quando ele quer, só quando ele quer. Mas quando a pessoa estiver eh em ri ca causando risco de vida para ela mesmo ou pras outras, existe a lei dez mil duzentos e dezesseis do Ministério Público, é só consultar lá, que qualquer um é obrigado a Então, fazer essa intervenção, né que é intervir na doença e internar essa pessoa para que ela tenha cuidados, se desintoxique e volte a pensar para que ela possa entrar em recuperação. porque senão ela entra numa compulsão muito grande e ela só vai, ela só se direciona à morte. Então por isso tem essa lei dez mil duzentos e dezesseis do Ministério Público que está aí eh e que dá essa que eh que... dá não, é até uma obrigação de cada cidadão fazer isso. Infelizmente noventa por cento das famílias não tem condições de pagar uma clínica, infelizmente A lei não é aplicada, você vê seu vizinho se matando ou morrendo ou destruindo a família dele e todo mundo só vai dizer é um drogado, é isso, vai criticar ou falar e essa pessoa não tem ajuda nenhuma de uma doença compulsiva que leva a pessoa à morte e leva mais pessoas junto com ela, porque para cada dependente químico quatro pessoas da família dele vai junto com outras doenças por sofrer aquela aquela doença dentro de casa. Então a gente está fazendo esse trabalho, é uma coisa que tá se alastrando, a população não, o poder público ainda não encarou isso com mais seriedade, mas a gente que que e vê aí e sofre isso em familiares e vê, a gente tem feito um trabalho e graças a Deus muitas pessoas estão pelo menos se tratando. que estavam se destruindo hoje passam a se tratar.

Eh conta para a um pouco para a gente como é que começou esse trabalho.
Então, esse trabalho começou assim. Eh eh Por muito tempo eu eu fiquei sem condições de comprar Eu trabalhava numa empresa e e e também sofri o problema da moradia.

Porque eu pagava aluguel, trabalhava, né? Eh Pagava faculdade, fazia todas essas coisas, e pagava aluguel também, né? E qu no

um movimento de moradia na na na Lapa, na igreja da Lapa. Isso foi legal né. E eu conversando com o pessoal da faculdade, que também já fazia parte do pessoal, não, existe sim, mas lá eles são diferentes, lá eles compra, não invade e tal. Isso me interessou, porque comprar é legal, é legítimo né, passa a ser legítimo né. E aí eu fui conhecer esse esse esse esse programa né que tinha da de de de de tentar comprar moradia na Associação de Moradores Sem Terra. Aí fui lá. Que eu O nome é Associação de Moradores Sem Terra de São Paulo.

E que estavam na Zona Oeste fazendo isso. E aí eu fui acompanhei e vi as reuniões, achei legal, porque era um número de pessoas que se reuniam e iam comprar, né? E tal E aí eu achei legal. E a primeira área que eles compraram foram foi uma área na Raposo Tavares.

E eles compraram e tinham dividido, né, e já tinha, as pessoas já estavam lá, tinha tido sorteio. Como é que era a divisão? Primeiro comprava, loteava, dividia-se em lotes, fazia as ruas principais, área que ia ser comercial, área que ia ser estritamente residencial e as áreas institucionais, que eram as piores áreas, que não dava para a pessoa construir uma casa, mas todos unidos conseguiriam fazer uma creche e com e sempre almejando no futuro uma ajuda do governo. E o que era legal é que não estava ligado a partido político nenhum. O partido que fosse era aquele que ajudasse, entendeu? Então, para quê? Para ter uma negociação boa com o prefeito de São Paulo, com o governador de São Paulo, porque ia precisar de luz, de água, então ia estar sempre precisando dessas esferas. Eu achei legal, a união, o pessoal ia, fazia reunião, falava das dificuldades, das coisas e tal. E aí eu E aí, como eu fui, me dei bem e, gosto e já tinha uma participação em movimentos né, como eu já falei para vocês, em movimentos populares, me dei muito bem com eles né, e gostei da ideia e eles falaram, olha, vamos abrir, vamos tam queria que você participasse também para organizar, e por ser contador e tal, e conhecer dessa parte. Aí começamos a fazer lista de de de moradores que frequentavam as a, de moradores não de pessoas que frequentavam as reuniões, e fomos né vendo, e fazendo entrevista, falando, ó, se nós conseguirmos comprar, vai ser tanto para cada, você tem condição, você está vindo nas reuniões, mas você tem condição, se a pessoa já ficava meio pesado para ele, mas o pesado ainda, até dois salários mínimos, a pessoa conseguia parcelar aquilo e comprar. E aí começamos a comprar outras áreas né e. E e aí eu acompanhava as compras, era em cartório e comprava em nome da associação tal. E sempre com a promessa de passar a escritura quando tivesse as áreas que eram rural passada para urbana, e ou seja, já legalizada. Então as pessoas que compravam sabiam disso. então tinha o contrato da de compra e venda entre a escritura da associação com o com o dono original daquela chacra, daquele terreno. E depois fazia-se vários pequenos contratos, ao qual ajudava a redigir, com as pessoas que iam ficar com os lotes que participavam da associação. E isso deu certo. Pela o i isso deu certo e eu na época entrei né, até porque eu almejava também ter uma né um terreno ali e tal.

vinte um vinte dois quando de E essas áreas existe, e estão lá.

E tem outras que hoje até perdi a referência. Então E por que eu perdi a Porque um um certo tempo eu participei, cheguei a adquirir lote e tudo. Só que graças a Deus também eh, comitantemente, minha vida profissional foi melhorando. Como eu sempre falei para vocês né, foi melhorando, então não cabia mais eu estar junto daquele movimento, onde era para pessoas com com menos condições, eu estar ali dentro. Então, eu repassei o meu lote para associação, em qual foi passado para alguém que já frequen frequentava reuniões. E, graças a Deus, eu fui comprando meu imóvel.

Então, quer di foi em noventa e cinco. E essas coisas todas. E a minha vida, graças a Deus, foi melhorando. Então, em termos de imóveis, hoje eu tenho alguns imóveis. Mas era uma ideia boa. E lá também era um movimento legal. Aí eu parei de ajudar e saí quando começou a envolver política.

E aí hoje ele é vereador e essas <laughs> coisas todas que tem lá.

Aí eu me afastei do movimento, entendeu? Mas foi onde eu tenho ligação, tenho amizade, fiz Hoje eles estão já junto com o

Está junto com eles, que eu também conheci, e estive próximo.

Participei, fui em reunião e ia tal e aí acabou, ficou tudo engavetado a. Ela saiu e não assinou, não sei qual foi o motivo. E eles poli aí cresceram politicamente e eu saí, continuei minha vida né eh particular com pequenos sonhos de de de moradia. Mas sei, tenho os projetos até hoje comigo. E se um dia hoje um pequeno prefeito, alguém de uma cidade pequena quiser uma ideia, eu tenho tudo comigo. Desde as plantas, porque eu ajuda eu ajudei a formar toda a parte do a parte legal, a parte documento. Sei como fazer, dá para fazer.

Participavam o o as pessoas mesmo que participavam da da da da igreja né, porque o que é que acontece? O padre dessas igrejas começaram a perceber que era uma época que tinha muita dificuldade de aluguel, era muito caro aluguel, poucos imóveis, essas coisas, e a população crescendo. Diferente de hoje, desse boom imobiliário que está hoje. E aí o que é que acontece? O cara começava a perder os caras na na igreja, assim, por exemplo, uma pessoa que tava aí há muitos anos na igreja, olha, estou sendo despejado porque a dona da minha casa vai querer a casa para a filha que está casando, para não sei quem que está assim, você entendeu? Então, porque os caras que locavam também tinham filhos que cresceram e estavam casando e que precisavam de um imóvel, e aí quem era alugado tinha que ir, né? E muitas vezes ele não conseguia mais naquele bairro, porque era uma alocação de dez, quinze anos, onde foi não foi pedido tantas não teve tanta exigência para alugar, ainda estava com aluguéis valores defasados, porque vinha de épocas antigas. Então essas pessoas foram tendo dificuldade, né? E também foram ficando desempregados e com dificuldade de pagar os aluguéis. E aí o que é que foi? Foram saindo. E aí as igrejas que já tinha lá, aquele fiel cara que ia lá de tantos anos, e começaram a discutir isso na na própria pastoral. Ó, estou ficando sem casa, estou ficando sem... E aí começou a dar-se um jeito. E um dos jeitos que eles viram que era legal, que a invasão não dava por quê? Essas invasões, eu assisti muito isso. Quando eu falei que eu ajudava com meu pai, com com o caminhão do meu <laughs> pai, do qual ele nunca soube, que eu pegava o caminhãozinho dele e levava esses barracão já montados, que chegava lá, era só só bater os preguinhos rapidinho tava pronto. O chão dentro fazia depois. Eh Era... Tinha uma tinha um problema, né? Porque depois de uns meses, o dono do imóvel entrava na justiça e você sai. E aí o cara que largou a favela, que largou o barraquinho dele da favela, não podia, ele ele não não tinha mais espaço, porque ele saiu e entra outro. E aí eu via famílias e famílias na rua. E aí foi onde eu resolvi nunca mais ajudar, porque eu via que eu eu resolvi uma coisa de de meses. Mas a tragédia, depois disso, era muito grande. Viam aquelas famílias, a polícia pondo para fora, e ele não e ele tendo que montar outra favela em outro lugar. E aí o que é que acontece? Eu me simpatizei por esse movimento que deu certo e está até hoje dá por quê? Porque era união de pessoas onde comprava áreas rurais, entendeu? Áreas rurais e tra e com a esperança de torná-la urbana. E no início, eles tinham que pegar um ponto de água e distribuir em mangueira para cada casa no loteamento. E no início, uma fiação puxava de um poste para ligar para várias casas, onde todo mundo, quando ligava tudo o chuveiro, caía a a energia. Tinha que ser controlado, né? Até que conseguiu. E aí, por que é que a gente conseguiu aprovar esse projeto? Porque o número de pessoas era muito grande, que precisava de moradia, e com a baixa renda o cara conseguia comprar. E já, automaticamente, já comen conseguia cons eh construir. Por quê? Porque as prestações eram baratas, então a pessoa dava um jeito dava um jeitinho de fazer já o seu quarto, cozinha. E tudo feito uh... Uma das coisas bonitas desse movimento é que era orientada, na época, voluntariamente, por arquitetos. Para quê? Para fazer obras que fossem aprovadas pela prefeitura depois. Porque se fizesse de qualquer jeito, viraria uma grande favela e jamais seria aprovada pela prefeitura. Então isso foi um foi uma Então tinha mestre de obra, se pagava mestre de obra para ir fiscalizando durante a semana as construções. Saía grandes brigas, porque o cara quando chamava o primo dele que era pedreiro, punha lá, só que o cara queria construir de qualquer jeito. E o mestre de obra, não, você tem que deixar respeitar tanto de limite disso, daqui. Tem que seguir a planta que foi te dada, não pode fazer diferente. Dava-se uma planta, o cara chegava em casa, falava com a mulher, já queria mudar os quartos. Então isso não po então teve grandes brigas no início, mas tudo que foram se moldando, foram se ajeitando.
Como que eram construídas? Era um esquema de De mutirão? Ou Quem financiava? Não

Cada um por si. Não tinha mutirão né. Depois é que fomos várias vezes em Brasília, tenho foto disso, pedir um auxílio material para quem tivesse organizado. Ás vezes a Aí, depois de muito tempo, conseguiu. Aí que entrou o Feldman, que na época já era um representante nosso em Brasília. Nosso, assim, do movimento, né?

Você entendeu? Então, os chavões de partido tem hora que, quando está na política, você tem que falar amém né. Entendeu?

Pelo histórico, socialmente, a gente achava que isso ia andar muito mais rápido na mão dela. mas cada administração é administração. Então, tudo isso foi foi acontecendo. Aí o governador

Um sonho que ficou, que que não nós não conseguimos, era um modelo que a gente estava aprendendo com o Uruguai. No Uruguai já existe esse tipo de moradia. Você entendeu? Que é justamente a moradia, mas o sonho que nós não conseguimos concluir, que são os fios e toda a parte de de eletricidade por baixo, por subterrâneo. E nós poderíamos fazer isso no dentro do conjunto.

A gente estava começando, né? E a gente tinha esse sonho, mas o sonho mais barato foi a Eletropaulo colocar uns fiozinhos por cima mesmo e aquele reloginho que todo mundo tirava um sarro, que era o reloginho de favela, que é o popular, que é aquele reloginho que ela já dá, entrega e tudo, e que foi de graça.

Quando você não dá quando você não a ou não dá fácil acesso, acontece isso, né? Então aí começou a a fazer a coisa mais dentro legalizado. Aí já o governador já vai com o já foi com os diretores da Eletropaulo, já fez a campanha. E por que abriu os olhos dele? Porque são vários são são vários conjuntos habija habitacionais. E esses vários conjuntos habitacionais, se não me engano, agora já deve estar na vinte e duas ou vinte e três áreas. Isso continua.

E isso chamou o político porque viu o número de pessoas muito grande né. E isso gera. Cada casa tem quatro, cinco pessoas. E na casa de pobre tem mesmo.

Isso, então, a gente foi o que é que era mais fácil comprar lá? Porque era mais barata, né? E muitos sitiantes vendendo. Então, era uma época em que os caras estavam precisando de dinheiro. Então, o que é que acontecia? Como estava uma crise econômica tal, então muitos sitiantes estavam vendendo. Então, o que se fazia? Fazia uma pesquisa, tinha um grupo de pesquisa que saía fazendo levantamento da região, é muito... mas não é nada internet, não, saía mesmo, pegava o carro, ia visitando Chacra. queria sa quantos métodos tinha, se o cara tinha documentação, se queria vender. Muitas áreas boas nós deixamos de comprar porque era um problema de herança e muito complicado para resolver a documentação, porque a gente não a gente poderia ter complicação com os nossos associados, mas não com a compra de terceiros, porque senão prejudicava todos os associados.
E de onde vinha... Explica um pouco para a gente melhor esse negócio da compra, porque tinha a compra do terreno e o dinheiro para levantar a casa e tudo mais. Como é que era isso Então

Então, começamos a ter bolsa material depois de um tempo, depois de muita luta e antes não, antes as próprias pessoas, depois do sorteio. Então era assim, você comprava o terreno. Primeiro achava-se um terreno, levava numa reunião e falava. Marcava-se um domingo para todos, é como se fosse um um comprador, a gente fazia isso com vinte, trinta pessoas. Às vezes até mais, porque o cara levava mulher, levava o né levava os filhos, ia até mais pessoas. Aí marcava-se um ponto para a gente se encontrar e ver a área. Aí olhava, todos gostaram? Gostou. Teve aceitação, fazia-se lá uma reunião, pegava o lugar mais alto, subia, falava, pessoal, a área é essa, assim, assim, assim, são tantos metros quadrados, tudo ali na boca, no verbal mesmo, assim, assim, assim, tem alguém aí que não está, vamos fazer uma votação, não está, concordar né. O valor que vai ser negociado é xis, xis, vai sair mais ou menos tanto para cada pessoa. Então a partir de amanhã vai ter uma pessoa lá no, a gente alugava também uma sala da igreja, pagava o a o custo de água, luz que a gente usava, a igreja ajudou bastante, da Lapa. Que a Aí o pessoal ia lá durante o dia, na semana já tinha duas pessoas que ficavam lá para atender e cadastrar o pessoal, que também era cotizado por todos a gente pagava o salário dessas pessoas. E assim sucessivamente foi fazendo, a gente ia cadastrando, fazendo, aí depois o que é que fazia? Depois que todo mundo depositava numa conta da associação, esse dinheiro da associação ia se negociar com. Foi numa época...

E vendeu tanto para o Movimento Sem Terra como para outras pessoas, para outras empresas, para outras firmas.

Aí o que aconteceu? Pessoas eh, empresários, não honraram a compra. Deixaram por causa da crise, por causa das coisas assim, que teve mudança de moeda na época do collor e tal, deixaram de pagar.

Ele dizendo que o Movimento Sem Terra de São Paulo, que o pobre pagava bem melhor do que as pessoas que tinham mais dinheiro. Ele deixa bem claro isso na reportagem. E nós, fo uh com aquela cotização, todo mundo foi lá e continuava pagando as prestações do jeito que tinha combinado com ele. Mesmo na crise, mesmo na tomada do collor, todo mundo contribuiu. E as pessoas que tinham mais condições, que eram as indústrias que compraram partes das terras que nós não compramos, ficou devendo.

E era isso aí, então esse foi o. E era legal, porque ali você participava de tudo, de toda uma de toda uma reunião você via uma área e outra eh eh. Algumas famílias, umas ajudaram outras, mas não era necessário, tá não era assim obrigatório. Algumas ajudaram que não iam construir, iam como amigo ajudar o outro a construir, bater lage, porque ficava a dívida do outro também fazer isso também quando ele fosse construir. Mas isso era entre eles.
E você disse que existia uma discussão dos espaços, né? O que ia ser feito em cada

Como que era isso como que era essa divisão e a
Então, era feito reunião, né? Mostrava-se na naquela área que foi comprada as áreas que teriam mais dificuldade para qualquer pessoa construir. Então, essa área antes do sorteio, ela já era separada. E era justamente as áreas mais acidentadas mesmo né. Assim que para você fazer uma casa você ia ter que fazer tanto muro de arrime, fazer coisas assim que para uma pessoa ficaria difícil. As áreas mais planas, mais fácil, é que ficava para a paara a parte residencial e comercial. Então, era decidido né com, era feito sempre reunião, mostrando onde seria as ruas comerciais. geralmente as ruas comerciais ó, para entrar na área, a gente vai entrar por tal lado, porque do outro lado faz limite com tal propriedade de fulano de Beltra, ou seja, das outras propriedades que tinham vizinho. Então, aquela área principal de entrar se torna a rua principal. E eu aprendi com isso que o plano diretor da cidade de São Paulo foi mais ou menos assim. Eu vou dar um grande exemplo da avenida do Cursino.

Tem aqui, a rua tal aqui para trás. A da Cursinho sempre já estava vendida. Por quê? Porque, na verdade, o corretor, naquela época, como qualquer lugar, ele vê aonde, ele já sabe onde vai passar, onde vai ser a avenida principal do bairro, aonde vai ser a área comercial, então esses lotes são mais caros. Então se você vai comprar e ele já vê que você não tem um bom boa aquisição financeira, vai ter dificuldade, ele nunca vai disponibilizar, na época não se disponibilizava, aqueles lotes principais. Então ele pegava o cara que já tinha comércio, que já estava bem estabelecido, então para esse cara era o era o os olhos então tanto que o comércio... Por que é que na avenida por que se decidiu ter tanto comércio na Avenida do Cursinho? porque ela já estava apropriada para isso e foi vendida para isso. E já fomentando quem comprou para isso, ó, aqui vai ser uma área comercial, aqui vai ter mercados, aqui vai ter isso, aqui vai ter bancos, aqui vai ter aquilo. Lógico, tudo para o futuro, mas vai.

Então a gente percebeu isso também. Então era a mesma coisa lá, só que lá nós decidimos. Todos decidiram, então se vai comprar área comercial, então já sabia onde ia ser avenida principal e mais larga a área comercial. As avenidas, as ruas, mais do padrão normal, mas mais estreitas e com menos barulho, mais eh eh eh reservada, residencial. Então, tudo isso né. E lá, uma coisa legal também que foi feita. Para cada rua, só tinha um limite de número de bares. Mas isso era coisa é regulamento interno. Isso a hoje já deve estar bem modificado, mas na época, por exemplo, tinha que ter numa rua, eh tinha limite eh tinha que ter farmácia tinha que ter, porque senão, num bairro pobre, só vira boteco. E uma das coisas que a gente sentia lá, uma dificuldade também, era assim, porque as áreas institucionais também cabia uma igreja, só que a igreja era católica.

Porque também a gente usava o espaço da igreja católica. E era o pastoral da moradia, que é totalmente católico. Então as pessoas evangélicas lá tinha muita dificuldade. Muitas vezes não ficava no movimento, ia embora. Porque quem ia celebrar das áreas, as missas, era os padres. E estava ligado ao dom, eh lá no caso, nem lembro quem que era... daquela região lá eh, porque era muito ligado à igreja, e eu tinha dificuldade com isso, porque, eu apesar de... eu não sou muito ligado a quem é quem na igreja entendeu, a hierarquia da igreja. Não, mas Dom não sei o quê vem. Eu falo, pô, mas... Não marquei com ninguém para ele né... Não deu para chamar todo mundo. Não, mas você tem que dar um jeito, que ele vai lá na área e só pode seguir. Eu tinha que me virar nos trinta, porque o arcebispo da Lapa ia, o arcebispo da coisa ia, entendeu? Estava totalmente virada a igreja, porque o interesse de ter a igreja lá e ser o monopólio da coisa, não é verdade?

E eu era aquele cara, mais um cara junto com eles, com força de vontade, trabalhando fora, criando uma família, falando do da minha do meu trabalho, muitas vezes até viajando, e me dedicando algumas horas que eu tinha para montar coisas boas para o cara, porque eles precisavam de um cara técnico também. E aí, quando foi o fator do divisor de água de política, já não dava, né? Aí eu não cabia, você entendeu? Porque eu ia ser mais um.

Minhas me ah era fazer reuniões né, falar da situação financeira, da colaboração, de tentar marcar assim mutirão para as obras eh que fossem para beneficiar a todos. Por exemplo, ó temos que compramos tantos canos e nós vamos puxar do relógio central para cada rua tantos metros de de de tubulação. Precisamos de gente para cavar, colocar, para quando entrar o cara que vem entregar o material aqui não passar com caminhão e quebrar os canos. Aí, pegava lá vinte, trinta homens, a gente marcava no domingo de manhã, todo mundo trazia suas ferramentas. Por que é que tem que fazer de ferramenta? Picareta, pá, isso, já via o que precisava. Chegava lá no outro dia, estava lá, todo mundo Eu me sentia assim num país diferente, ali. Era um pedacinho de São Paulo e eu sentia como se fizesse uma revolução, sem ter feito guerra, que é mais legal do que o Fidel Castro. E era legal. E por você ter um conhecimento a mais e ter um carisma e tratar as pessoas bem, elas te tratavam e eu me sentia como tal. Eu, jovem sonhador, me sentia como tal. E sei que dá. Se você se aproximar das pessoas que têm mais necessidade em e ouvir as pessoas e ver a necessidade, você consegue muita coisa. Talvez é o sucesso do governo Lula, talvez, apesar de ele estar um pouco afastado, <laughs> mas mas eu acho que esteve mais próximo que os outros né, mas qualquer pessoa que se aproximar, talvez o sucesso do do Exército Brasileiro no Haiti está mais junto ao povo. sentir as necessidades e ajudar. Vamos dizer assim, né? Tal Fica mais fácil. Então, eu acho que quanto mais você estiver junto daquela comunidade, de alguma coisa, você consegue realizar coisas boas e as pessoas te respeitam porque sabem que você está fazendo por um bem coletivo, para para o por mais que ela seja egoísta, ela sabe que vai diretamente, ela vai ter o benefício e vai ver aquilo acontecendo. Não está longe. Então, era muito gostoso. Essa experiência foi legal. Foi uma experiência sem eu ganhar nada, foi uma experiência sem ter nenhum, não tive nada político sobre isso, continuo minha vida, vivo do que eu estudei, do que eu faço, mas foi gratificante de ver naquelas pessoas que quando a gente realizava um trabalho junto, no final do dia, que a gente fazia cotização para comprar pão com mortadela, para comprar refrigerante e comer ali todo mundo junto, irmanamente, era a coisa mais legal que tinha e a gente se respeitava. Sem diferenças.
Quais você acha que eh foram os maiores desafios desse processo todo?
O maior desafio foi, muitas vezes eh eh, a própria desconfiança do do ser humano né. Por exemplo, de próprias pessoas que estavam lá, muitas vezes achavam, nunca vou ter uma escritura, porque são processos demorados né para você legalizar. Outra coisa também, o maior desafio era pessoas que estavam lá mas que estavam lá inte... Eh eh eh e depois a gente descobria que essa pessoa já tinha patrimônio, que essa pessoa estava lá, mas de uma maneira desonesta. Entendeu de uma maneira para conseguir mais um patrimônio de maneira fácil com todo mundo. Tendeu depois a gente acabava descobrindo que aquela declaração que a pessoa deu, que não tinha uma moradia, que não tinha, e a pessoa tinha. Mas ela estava ali no movimento para quê? Para adquirir mais uma. E a gente descobria que essa pessoa tinha. essa era a parte difícil. Às vezes com a desconfiança do ser humano e a desonestidade de alguns que participavam queren com a ganância. Vou dizer assim, não era nem desonesti, a ganância. Porque as pessoas que que que estavam lá no movimento, que se davam bem, muitos fizeram o que eu fiz. Foi hora hum legal, passa para outra. E a ideia é boa. E é, a ideia é boa mesmo. Tudo que você fizer organizadamente, junto... Até fazer compra, nós conseguimos fazer compra com mais... Comprar material, cimento nos nos depósitos de material, a gente conseguia melhores preços. Porque já imagina vinte famílias comprando. Até quando a gente fazia nossa nossas eh eh eh compras, a assim, fi fizemos cooperativas para comprar no SEASA. A gente saía de lá, vinha comprar no SEASA com uma perua velhinha e a gente comprava verduras, coisas, frutas, tudo para o pessoal que já estava morando lá, tudo para ajudar né na renda, tudo. Até isso a gente conseguiu. Então a gente via que, organizado, a gente era muito forte. E isso Essa experiência ficou para mim. Enquanto eu for sozinho, é egoistamente, no no meu carrefour comprar as coisas, o preço é Xis. Mas se um dia, se eu pegasse hoje uma associação de bairro lá do meu bairro e a gente fosse fazer compra junto, a gente teria benefícios.
permanece essa articulação das pessoas que moram lá?
Então, já me passaram assim. Como eu não tenho ido lá? Porque lá, uma coisa, quando eu vou lá, eu às vezes eu até choro tá e. E tem pessoas que estão lá, e que eu conheço desde o começo, que hoje já estão mais velhos também. Falam que não é mais assim né, que não está tão assim né, que depois que cada um atualmente depois que algumas áreas foram reluga regularizadas a documentação, desprenderam um pouco do movimento, mas ainda tem, ainda ficou um pouco desse negócio de se unir lá né. Mas já os outros que já chegaram, porque teve pessoas que esteve ali e vendeu, porque depois que ele tem o documento na mão, ele vendeu. Aí os que compraram e não viram a história, É aquelas pessoas que vão para os nossos bairros antigos hoje, e cons né sessenta famílias em um prédio, saem com seus carros e não olham mais para ninguém. Não é assim?

Tendeu? O cara não... O cara não sabe a história do bairro, o cara não viu como o bairro cresceu, o que é que aconteceu, as dificuldades daquele bairro. Então, eh a mesma coisa acontece lá né. Então, isso aí tem. Mas a ideia é boa. Eu aprendi com isso que a ideia é boa. Dá para fazer em qualquer lugar que você for.

E eu fiquei fascinado em fazer isso lá.

Que lá nem banheiro tinha. Sabe o que é as pessoas viver sem banheiro? Vocês já pensaram?

Eu sou pobre, mas eu eu estou aqui nessa dificuldade, mas eu vou capitalizar, vou ter dinheiro e vou melhorar. Hoje não. Eu sinto que que o de eh eh existe um... uma acho que as pessoas não acreditam mais numa coisa melhor que continua. Você vê duas, três gerações morando debaixo de um de um compensado né. Você vê lá, passa, ah era o filhinho eh eh. Era um pai e um menininho. Daqui a pouco aquele menininho cresceu, já tem mais um filho e está todo mundo debaixo do compensado né.

Mas os caras não têm banheiro. Os caras usam o mato. Entendeu? Não uh Eu fiquei pensando, meu Deus, e e é tão fácil fazer um banheiro, não é tão... Então você vê que tem muitas pessoas ainda nesse país, ainda, que precisam de ajuda, e essa ajuda e essa experiência que que muitos paulistanos tiveram aqui, ou têm, de sabe,, a gente poder passar isso, né? E eu, com essa experiência que eu tive, das minhas dificuldades, ao casar os dezoito anos, a passar por isso, eu nem falo dez por cento disso com as pessoas que eu converso hoje, no meu dia a dia, Porque ou eles vão acreditar, ou eles vão achar alguma coisa assim, você entendeu? Porque essas pe eu eu tenho contato com clientes mesmo que nunca viram o que é isso. Nem sabem que isso né aconteceu. E aconteceu, e faz pouco tempo. E eu me sinto feliz hoje, com com os cinquenta anos que eu vou fazer em junho, de ter participado de muitas mudanças e ter visto muitas mudanças e sei que aca e sei que é possível. E aprendi que é possível. Aprendi assim, no sufoco, precisando. E Deus foi grande comigo que dentro do meu trabalho eu consegui até ter outra condição. Mas eu sei que é possível. E vi isso, eu assisti isso. Dá para fazer moradias legais, dá para fazer o povo organizado pode fazer, sai bem mais barato, tem um custo mais barato, pode fazer mora moradia mais organizada, adequada às pessoas e respeitando algumas coisas que precisa né. Você pode mudar uma montar o seu próprio bairro, a sua própria sociedade, o seu próprio conjunto residencial com posto de saúde, com escola, coisa que muitos não têm.

Esses são os bairros que aconteceram que foram formados com o movimento da Associação Brasileira, ô <sucks teeth> da Associação do Movimento Sem Terra de São Paulo.
E você tem algum sonho, uma uma missão pessoal nesse sentido do movimento de moradia, desse movimento ou de do movimento geral assim?
tenho um sonho que era levar essa experiência para outras regiões do país ou até do nosso estado mesmo. com dirigentes, com prefeitos, ou com associação de bairros né, aonde tiver lugar, onde possam ser compradas áreas maiores coletivamente. E a própria iniciativa privada, que seria essas pessoas dessa associação, que formasse a associação, montasse o seu bairro com sua área re residencial, comercial, institucional, que seria ter sua própria escola dentro da sua seu conjunto residencial, ter a a parte do posto de saúde, quem sabe até um posto policial né, ter o próprio povo fazer as dependências onde o governo poderia só colocar a a parte de mão de obra, que seria as enfermeiras, os médicos nos postos, os policiais na na nas próprias cabines policiais que tivessem nesse E os professores nas escolas que eles mesmos construiriam. Isso é possível, é viável e dá para se fazer. Esse é um dos sonhos que eu gostaria, para não ficar muito dependente do poder público e o e a própria iniciativa privada, ou seja, essas essas associações ter força para cobrar do governo e já ter aquilo, não não só esperar do governo né. Porque muitas vezes a gente fica esperando de um governo que muitas vezes deficitário, com vários problemas políticos, não atende o que uma população precisa de imediato.
E os seus sonhos? Sonho para você tem algum
Meu sonho é é me tornar um um velhinho psicanalista, <laughs> renomado, e e poder trabalhar socialmente eu queria fazer um trabalho voluntário, como eu já faço. Estar mais O meu maior sonho é usar a minha experiência de vida para poder ajudar as pessoas que têm menos condições de de se desenvolver ou de ter as coisas assim a nível social, seria as pessoas mais carentes né. E e estar sempre E o meu sonho é nunca perder a a capacidade de aprender com a nova tecnologia, com a juventude, para estar junto com eles, a gente juntar experiência, técnicas novas, vontade, E nunca per eh e estar sempre junto com essa impulsão que o jovem tem de querer mudar o mundo, de querer mudar as coisas, né? E a gente estar junto para adequar isso. Isso eu gostaria de, até meus últimos minutos de vida, estar junto num trabalho assim. Nunca ser aquela pessoa que vá sentar na cadeira de balanço, vá sentar na re vá deitar na rede e falar, agora o mundo acabou, não. Eu gostaria de fazer isso até meu último minuto, que é gostoso, é prazeroso, é participar. Eu vejo que tem muitas pessoas hoje nesse país que nem ler e escrever sabem, e eu ainda me cobro. Por que será que eu ainda não estou numa escola dessas à noite, que possa estar alfabetizando, pô a gente sabe ler e escrever, e não ensina alguém que não sabe né então. É isso que eu gostaria. Sem pegar o refrão da época dos militares, que você também é responsável. Sou responsável sim, mas sem o refrão de Dom e Ravel da época dos mili militares.
E quais são as coisas mais importantes para você hoje?
Para mim hoje é é ter uma qualidade de vida, é me é melhorar meu a minha questão assim de de física para poder realizar esses sonhos. Né que às vezes eu eu sinto que a carga de trabalho, as coisas que a gente faz também, esquece um pouco da parte física né, da parte pessoal, assim de. Para estar bem e acompanhar isso, uh mesmo tendo sessenta, setenta anos, você tem que também estar bem com você né. Então isso é é uma dificuldade que eu tenho, mas que eu tenho o sonho de melhorar isso também, que é adequar melhor o meu tempo pa para mim e para as pessoas também, senão não tem graça.
E como foi contar essa história aqui?
Foi legal resgatar um pouco dessa dessa dessa... foi muito bom resgatar esse esse meu passado, de ver as coisas que eu já realizei, poucas ou não, mas realizei.

Foi um educador, foi um cara que participou da história de São Paulo, tanto que depois acho que chegou até a ser vereador.

Isso foi uma pessoa que foi notada na sua profissão. E o que eu levei dessa experiência é que tudo que a gente fizer com amor, com carinho, com dedicação, respeitando o próximo, eu acho que a gente nunca vai vai perder isso e nunca vai esquecer isso. Isso fica para sempre.
Tem alguma coisa que a gente não perguntou, que você queria falar, que ficou faltando?
Histórias tem tem muitas, assim, né, de São Paulo que a gente... que a gente passa né e e e e que a história da gente que que. Mas eu acho que, assim no mais, teria que pensar muito e mu eh. Tem muita coisa, a gente levaria várias horas né. Mas eu acho é que o são coisas que que já vão ajudar no no material que vocês vão ter aí. E se eu tiver outra oportunidade, tiver outras coisas, eu gostaria, porque a vida da gente é longa, não é só isso, tem muita coisa, mas o que eu abordei foi esses